Desculpe perguntar, mas quem foi que deu a ideia de de criar esse museu? Não, tranquilo. Vocês é quem manda.

Então, a gente vai começar.

Vir aqui contar a sua história para a gente.
Muito obrigado.
E para começar, eh a gente queria que você falasse seu nome completo, uhum cidade e ano, data do seu nascimento.
Eu começo a falar meu nome.

Sou nascido aqui mesmo na... na grande metrópole capital de São Paulo. Nasci a seus exa exatos... Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer né ao convite, ao Museu da Pessoa né e toda a equipe técnica.

E eu nasci na Grande São Paulo, na manhã das oito horas e quarenta minutos do Hospital Santa Teresinha, <coughs> não mais existente, né?

Sou o filho eh primogênito da fa da família né, né? Da família, né? Sou o mais velho, né?

Que é dois anos mais novo do que eu, né?

Que a gente quase não se fala, né?

Paranaense, certo? Descendente de brasileiros, viu? Já ah falecido, né? Recentemente. E a minha mãe, baiana, é descendente de eh bra eh brasileiros também, né? Em termo dos pais da da do meu pai, eu praticamente não conheço nenhum, né? Porque ah eles já faleceram. O nome agora já da minha mãe, eu só conheci minha avó, né? A minha avó eu cheguei a conhecer, que também foi a única. O meu avô ah faleceu dois meses antes de eu de eu nascer, né? Faltando dois meses para eu nascer né.

Esse eu não cheguei a conhecer. E parece que não se tem foto dele dele, né? Se é que tem, acho que é lá com minhas tias, né? Certo? E E eu só tem apenas do meu avô materno, por parte de mãe, né?

Já falecido, né? Esse retrato tem. Inclusive tem uma uma prima carnal que tem esse retrato em preto e branco, né?

É, pele bem clara, né? Já de idade, ele, né?

Que era o do Chico Anísio, que na época fazia o personagem do seu pantaleão, né? Que era bem engraçado, né? Então, é o único única pessoa em retrato que eu conheci, né? Que é pai da minha avó, que essa também eu conheci. Já faleceu também, né? Enfim, né? Eu... <coughs> Eu nasci assim... um tanto eh um tanto assim saudável tudo, né? Com ah os primeiros anos de idade, eu adquiri a primeira doença, bronquite, né? Bronquite alérgico, <coughs> que eu adquiro até hoje, né? Só que depois de muita remedaiada que eu já tomei, muito muita coisa, desde os remédios de farmácia, aos caseiros de todo jeito, né? E ela só deu mesmo uma parada mesmo a partir de dois mil e três Ou seja, seis anos atrás, né?

De vez em quando me ataca assim, mas é bem fraquinho, né? E, enfim, né? Eu praticamente nasci em plena época do militarismo, né? Militarismo. Ano em que a televisão a cores veio para o Brasil, certo? A televisão a cores veio para o Brasil, né? Ano em que o Brasil era governado pelo presidente da república que eu não conse não cheguei a conhecer, mas já ouvi falar, tal de, né é que governa o Brasil naquela época. Foi a época da novela Selva de Pedra né, Francisco Coco né, que eu não cheguei a a assistir. <sighs> Aquele filme Independência ou Morte né, também. Enfim, e em termos de eh fotografia dessa época em que eu nasci, eu eu não tenho, só dos só dos três anos para cá. né Então, eu ain eu não trouxe essa aí, mas espero breve, mais para a mais à frente eu pretendo trazê-la.

está aí vivo, né?

está bem, né? E estava vivendo com uma mulher, né?

E e é só, né? E a partir dos três anos de idade né, meus pais me batizou na igreja Nossa Senhora de Fátima, lá mesmo na zona leste de São Miguel, né? Igreja Nossa Senhora de Fátima, São Miguel Paulista, né?

Na manhã, ensolarado, né? Estava bem quente, até me lembro que, eh como é que dizem? Eu fui só com sapato preto, né? Meia, que na foto mostra, né? Mas só que é em preto e branco, né? De short, camisa, estava meio quente, né? Meus pais e meus padrinhos não tinham dinheiro para pegar a condução, então fomos a pé, né? A gente morava na na Vila Amara, né? Então fomos a pé eh dali para... que uma eh porque é uma subida, né? Até hoje existe essa igreja, né? A igreja antiga, né? Nossa Senhora de Fátima. Aí nós fomos nós fomos lá, tudo, né? E eu fui eh batizado nessa igreja aí, né?

Que anos depois eu soube da minha madrinha, minha filha da madrinha, que ah faleceu também recentemente, que ele que esse padre morreu, mataram, né? Soube que mataram. Então aí eu, como é que diz... E pare e e é claro, foi o primeiro retrato. Então aí né não teve mais filho nenhum. Minha vida se su se sucede né, minha vida foi de altos e baixos né, sofrido também. muito sofrido, muito, como é que diz, eh precon preconceituoso né, enfim, altos e baixos, como qualquer um enfrentou né. Problemas de saúde, tive muitos problemas de saúde, não só bronquite, como eh outras outras coisas a mais né, que mais à frente eu pretendo contar nesse nesse instante e nesse autêntico receptor.
Aproveitando que você falou bastante da sua família, eh os seus pais né não são de São Paulo, né? Nem o pai, nem a mãe. eh Você sabe um pouco dessa chegada deles aqui? Eles vieram em São Pau ah para São Paulo por algum motivo? Você sabe alguma coisa dessa história?
Olha, meus pais... Bom, meu pai ele veio para São Paulo, né? Busca, como qualquer um hoje em dia, né? Vem apesar do do da crise, do desemprego, né? Ele veio para cá só para para trabalhar, né? Para trabalhar, <coughs> meu pai, minha mãe, né? Todos eles, eh assim como os os sobrin os sobrinhos de deles também, vieram para cá para para trabalhar, né? Para trabalhar.
E você sabe como eles se conheceram?
Olha, aí é difícil. É difícil porque a a minha família é um pouquinho é um pouco desestruturada, sabe? Eles se conheceram assim, eh em amizade, meu pai tinha muita amizade, né? O meu pai ele tinha assim muita facilidade assim para tudo para qualquer lugar que eh ele chegasse né, ele fazia amizade, né? Ele fazia amizade, ele... Como é que se diz? Ele Ele conver ele conversaram ele conversava né Qualquer coisa, falava assim, ô Paraná, chamava meu pai de Paraná, tudo, né? Paranaense, tudo bem, né? Meu pai eh frequentou alguns clubes, como eh como o clube da Nitro Operária, né? Que a Nitro Operária lá está está meia está meio extinta ainda, né? Já demoliram boa parte, porque era uma firma grande, né? E ali tinha um clube da Nitro Operária, tinha e tem ainda, que foi mais ou menos lá onde, eh eh como é que diz? Não, acho que foi numa escola que que meu pai conheceu minha mãe de um professor, que eu também já cheguei a estudar com ele já, que já faleceu também, né?

E e eles ia eles namoraram, né? Meu pai acho que mais ou menos chegou a levar ela lá para para esse salão do clube da Operário, né? Que é um clube grande, que inclusive esse clube está lá até hoje, né? é está abandonado, né? E está está uma polêmica porque dizem que pe pelo abandono, né? Inclusive eu já andei lá já, anos depois, quando eu tinha o quê? vinte e em pleno uma época de crise uma época que eu estava na pior estava na perdição né estava mal mesmo nessa época aí né eu cheguei entrar lá participar de algumas atividades religiosas lá né e aí eu eu conheci eh eu conheci esse clube lá dentro lá que eu nunca tinha entrado né para mim foi uma surpresa né então aí ele chegou a andar que inclusive esse salão está abandonado lá E eu não sei se vocês aqui ouviram falar, né? No no programa Brasil Urgente, né? do lado da antena, <coughs> que diz que está abandonado lá e o povo está querendo demolir porque diz que ali é o entra maníaco homem ali querendo atacar as mulheres que passam ali na na na rua ali né, durante a noite, certo? Acho que você já deve ter ouvido falar isso na televisão. Bom, só sei que o o clube velho abandonado ainda está lá ainda, não demoliram né, ainda está lá. Aumentar aumentaram o muro, mas depois demoliram e aí aumentaram de novo. Inclusive ali, eh há quinze anos atrás, era uma eh era apenas uma ruazinha assim de barro que descia as escadas e demoliram. E ali fizeram uma pista que en passa ônibus, caminhão, tudo bem movimentado ali né. Mas ainda continua sendo pobre ali. né
Então, eh seus pais já moravam na região né que você, que é São Miguel. Uhum. Você cresceu nessa O que que você lembra da sua época de pequeno, com seu O que que vocês brincavam, faziam, quando eram pequenos? Hum, eh eu
Bom, quando se trata desse assunto, É é um assunto, eu não diria tanto delicado, né? É um assunto que eu mais gosto de debater, né? Porque quando nós é nós era criança, né? A gente... Bom, eu tinha outra cabeça, né? Eu tinha outra maneira de de se... Eu era moleque, né? Eu brincava, bagunçava, aprontei muito quando eu era... Moleque, né? Eu era bem danado mesmo, né? Eu era terrível mesmo, certo? E como dizem o dizer, eu era feliz e não sabia, né?

Eu, como é que diz? Eu assistia na eh assistia televisão, minha televisão era preta e branca, e eu me lembro um detalhe aqui, que é meio raro, em em muitas de minhas en eh entrevistas que eu faço na minha rádio e... E nas filmagens, né? É que nessa época aí, um detalhe, a a gente não tinha televisão em casa, né? E e minha mãe sempre levava eu para assistir televisão na casa de uma colega dela, né?

Nem sei se ainda é viva, nunca perguntei e tudo, né?

Que sempre tinha que assistir televisão, né? E ia eu, minha mãe, parece que meu pai, né? Para lá assistir.

E ah e aí a gente assistia lá. Só que nesse detalhe eu não me lembro mais, né? Não me lembro. Mais do que coisas que eu me lembro lá do Arco da Vé de de vinte, trinta anos atrás, só falta dizer que quarenta, né? Claro que quarenta, não era nascido ainda, né? Então aí eu, como é que diz? Eu assistia lá, né? Então, eh como é que se diz?

Era sempre esse desentendimento, né? Segundo conta a minha mãe, né? Aí depois... eh ah Passou um tempo, né?

A respeito da televisão. Meu pai resolveu dar um jeito naquilo ali, né? Resolveu acabar com aquilo comprou uma televisão, né? Televisão preta e branca, filco na época, né? Assim, meio de madeira, né? Calculo eu que deveria ser, aquela televisão, deveria ser eh vinte e nove polegadas, porque ela era bem grandona. Aquelas televisões de mudar o canal, que era... Muito comum na época e chique também, sabe? Então, e aí quando, e eu nem me lembro como foi que essa televisão chegou em casa, essa parte eu não me lembro. <coughs> Então eh, quando, como é que diz, eu eh cheguei em casa, eu assisti os programas de televisão lá, como Vila Sésamo, né? preto e branco, né? Vila Sésamo e, como é que diz? Vila Sésamo e outros programas, filmes também eu assistia, né Sítio do Picapau Amarelo, né? Enfim, eu eu tive infância, sim. Tive muita infância, eu fui moleque, eu fui menino, brinquei muito, curti muito. A minha infância, certo?

E eu confesso uma coisa, viu? Eu... <coughs> Apesar da i da i dade que eu estou, né? eh Bom, como é uma ocasião bem especial, né? É uma ocasião muito especial essa e delicada, né? Acho que eu devo falar, sim, a eh a a idade, né? Três, sete, né? Mas eu ainda... eu ainda tenho aquele menino dentro de mim ainda, sabe? Eu tenho aquele menino dentro de mim, certo? Espero nunca apagar aquele menino que um dia foi feliz, né? E e se apagou. Mas eu procuro manter aquele garoto vivo dentro de mim, né?

Que travessuras eram essas? Eram na rua, eram... Dentro de casa? Brincadeiras de rua que você
lembra? ai, ai, ai, ai <laughs> Eh eu Eu eu eu se eu seleciono aqui várias, né? Algumas imagens, né?

porque ah como eu queria que tivesse, assim, uma uma fita de vídeo, uma coisa dessa época aí, viu? Pena que não tem, né? Eh São bastante, várias, né? São várias, né? Eu estava com uma e aqui... Eh eu, por exemplo né, eu brincava de esconde-esconde, pega-pega, né? Eu Até os treze, catorze anos de idade, né? Brincava de esconde-esconde, pega-pega, tudo, né? E, inclusive, é aquele ditado que diz, né? O passado eh pega você assim eh, de jeito, querendo ou não, sabe? Eu É que para me eh eh falar assim a fundo que eu as travessuras, as coisas erradas que eu fazia, é um pouco delicado, né? Porque tem pessoas que muitas vezes se aproveita da imagem para poder falar, né?

Então, mas eu me lembro de uma aqui, né? Que onde eu estava no banheiro tomando banho me veio isso isso na mente, né? Que já há há alguns dias eu venho que eu havia arquivado, né?

Na casa de uma colega da minha mãe que era da Umbanda, sabe? E é, porque minha mãe era era da Umbanda, né? Hoje ela é protestante evangélica, né? Meu pai também morreu evangélico, só eu que sou católico praticante já há dez anos, né? Eu completou em janeiro.

E eu estava ali, né, brincando né, e ali tinha um jardim, né? Aí tinha uns pés de mamão ali, né? Aí o o meu irmão foi o primeiro a achar, né? E já pegou um pedaço de pau e já cortou todinho. Ainda me chamou. Me chamou, eu peguei peguei e fui, né? Peguei e fui e cortei, né? Aí quando a gente bagunçou, cortou tudo, que a gente saiu, o senhor Domingos perguntou assim, escuta aí, quem foi que quebrou meus pés de de de abóbora, hein?

Aí a gente ficava sem sem jeito, sem saída. Aí eu ainda quis culpar ele entra para dentro, vai. Os moleque antes que eu meta a mão na cara de vocês tudo. Vai, filho da mãe. <laughs> Aí pegou, foi lá, veio lá. Aí eu peguei e entrei, né? Aí eu falei com a com a nossa mãe e tudo, né?

E aí ele foi lá ver. Aí quando ele chegou, aí voltou. Ele ficou em pé e ainda ameaçou, <laughs> meu Deus do céu, puxar o tirar o cinto da calça e bater no meu no meu irmão, né? Só que foi brincadeira, né? Não não ia fazer isso aí, né? Aí o irmão ficou ali com cara de choro, com medo, tudo, né? <laughs> Eh e eu vendo tudo, eu filmando tudo, né?

Aí... Bom, nesse depois disso, desse momento, não me lembro o que aconteceu, né? Porque isso tem o quê? Tem... Se não me engano, tem... ou trinta e um, ou trinta, ou trinta e um anos, acho que tem uns trinta e um anos de faz isso aí, né? Eu tinha o quê, na época, seis anos de idade, né? Aí ficou por isso mesmo. Aí quando nós fomos embora, né? Que a casa deles era um corredor, era uma casa muito boa, né? Ficava em frente ao pronto-socorro, né? <coughs> Pronto-socorro desse tubo que agora virou um velório ali, né? Ali virou um velório, né? Faz anos que tem aquele velório ali, acho que deve ter uns trinta anos aquele velório. Já entrei ali já também, né? E aí, né? Nós passamos ali, né?

Falei assim, minha mãe falou assim, menino, vocês quebraram o pé de eh de mamão do do homem, olha.

Falou assim, é, agora não presta mais, né? Agora aí, né? Aí pegamos e viemos embora.

É um detalhe. Depois teve outros outros fatos semelhantes disso aí também que aconteceu, né?

Repreensões, tudo dele, né? Mas era bem era bem E esse é um detalhe que já há alguns meses, algum dia, vinha na minha cabeça. E ontem, rapaz, como eh eu estava assim preparado para vir, eh com a intenção de hoje vir para cá, eu pensei, acho que amanhã vou falar isso lá no lá na na en na hora da entrevista. Vou falar isso na na hora da entrevista.

Pensei assim, caramba. Interessante, né? A gente cresce, fica adulto, homem, tudo... Querendo ou não, o passado te apanha assim, assim que você nem espera, certo? ge e e geralmente é um passado assim que, geralmente é passados ruins. Que geralmente eu é é passados recente, passado uns eh quinze anos atrás, geralmente é só ruim que passa pela minha cabeça, porque eu, recentemente eu tive, e há poucos anos atrás aí me atacou a segunda depressão, né? Já tem cinco anos que eu estou lutando com essa depressão, né? Que foi ainda mais terrível do que a primeira, né? Porque já é a segunda, né? E e geralmente sempre vem. E quando vem, e e numa volta, eu assim fico como nenhum velho de oitenta anos. Ou noventa e sete anos. Ou seja, sente uma coisa, sente outra. né porque a A depressão é sempre assim, né? Quando pega, ataca mesmo, bagunça a cabeça, a mente da gente todo dia. A gente fica que nem velho, não pode sentir isso, não pode sentir aquilo que já fica alarmado, né? Pois é. E e é assim, e é sempre assim. E no meio dessa dessas agitações, quando você está na pior, é que você relembra as coisas boas do passado, né? E é claro, as coisas ruins também, né?

Que infelizmente faz parte, né? Pois é. E essa <laughs> foi uma da... Porque foram várias também, né? E essa foi uma de umas que... Como é que diz? Porque, ó, veja bem. Por que que eu contei esse esse detalhe? Porque, ó, é. Primeiro que é uma lembrança que eh eu não dou tanta importância. Porque eu não vou falar de... Porque, como é, por exemplo, eu não vou, assim, ficar lembrando... de uma festa que eu fui recentemente, de um é como é que diz de uma de um casamento que eu fui recentemente, uma formatura que eu fui recentemente, certo, uma atividade que eu fui recentemente, porque é uma coisa que tem gravado, tem vídeo, tem foto, é uma coisa que eu gosto sempre, a todo instante, de relembrar. Mas quando você tem um passado assim que você não dá tanta importância, isso aí é é bobeira, besteira, isso aí é tudo, né? Aí é que vem. Acho que já também já aconteceu com vocês, o o telespectador que está me assistindo aí ao vivo, né né? Pela rede nacional, né? Então, que é ao vivo, né? Então, deve também ter eh sentir isso aí. É é na é natural né do do ser humano isso aí.

Tem uma região que chega o Rio, que é inclusive o Rio Tietê. É perto de você?
Sim, é próximo um pouquinho.

e Você passou a infância lá? Você brincava no rio? Você lembra?
eu... Eu, mas os colegas passavam, assim, é... Boa pergunta, né? Boa pergunta, irmã. umas pergun é uma pergunta muito rara essa. Eu passava, assim, com os colegas lá para brincar, jogava pedra ali no rio, tudo, né? O rio Tietê, né? Às vezes ia lá, tudo, né? eh eh Eu me lembro que teve um detalhe, né, que eu eu cheguei lá, quando não tinha umas casas ali, antes de construir umas casas ali, eh era barro ali, né, e tinha argila, né. E teve um colega, né, que eh cha chamou a gente para pegar argila ali, né, tudo, né. Mas era bem dificilmente eu eu brincar ali por perto ali. Já ouvi falar de algumas histórias ali do Rio Tietê e tudo mais. Geralmente era mais era na rua mesmo, né? Ali próximo de casa, né? sabe, né? Eu era de menor, moleque, não podia, né? Porque, a princípio... Ó, veja bem. Quando eu... Eu eu morava na rua Doutor Guilherme Eiras, né? Eu não saía de dentro de casa. Um detalhe, né? Quando eu tinha lá meus... Deixa eu contar aqui um detalhe aqui... Quando eu tinha três anos de idade né, três, quatro anos de idade né, meu a gente morava na Vila Mara, pelo que eu me lembro, porque foi assim, quando eu nasci, <coughs> eh em setenta e dois, meus pais moravam perto do pronto-socorro eh de Desetuba, que ainda tem, né? Foi a primeira casa eh, quando eu era recém-nascido, ser levado lá. Eu eu nasci eh no dia três. Eh Dias depois, no dia sete, meu pai foi no cartório fazer o registro né. Eu era bem pequenininho, eu estava dentro de um berço de ferro, de de de de cordão ali né. certo e dali Só que eu não me lembro desse detalhe, esse detalhe eu não me lembro não. E depois nós fomos para a pracin, e meus pais, hum eh como era casa de aluguel, né? Eles estavam sofrendo muito financeiramente, né? Para pagar o aluguel, né? A mulher já queria logo a casa. Aí eles mudaram, né? Segundo conta minha mãe, né?

Botaram as coisas ali e tudo, né? Nesse detalhe, não sei se foi de... se eles hum... Se foi de... De carro ou de carroça. Eu sei que eles mudaram ali pe pela Pracinha da Paz. Moraram ali por um tempo, depois mudaram, foram para... para uma outra residência, que eu sei mais ou menos onde é que é, de carroça. minha mãe contou. Só que esse detalhe eu não lembro. Agora, o uh eu me lembro mesmo, eu deveria ter uns três anos de idade, foi na Vila Amara, que nós mu eh que eles hum que nós mudamos para lá né. Na Vila Amara, que esse eu me lembro, e tem a até hoje a casa, e os donos da casa moram até hoje. A mulher era ca eh não gostava de mim, não gostava do meu irmão, porque a gente brincava com a filha dela, né? E a gente não não ia não podia sair para rua, né? Era pequeno, né? E aí minha mãe tinha que enfrentar né as reclamações dessa dessa mulher dona da casa, né? Por esse motivo, né?

Ele era uma pessoa muito bacana, ele é muito legal, tudo, né? E ele só tinha só essa filha única, só.

Eu eu também me lembro assim, eu tenho algumas cenas também desse desse momen desse momento aí. Sei que tinha um muro ali, né? Até hoje tem esse muro lá, né? Que é onde passa passava o trem e passa ainda o trem, ainda, né? <sighs> Então, mas eu me lembro assim de algumas coisas, né?

Saudade quando... Aí eu faço como nem aquele ator que ah faleceu, né? Aos oitenta e cinco anos, aquele ator... que morreu há dois anos, o ator Paulo Atran, né? Ele morreu aos oitenta e cinco anos, né? Era um grande ator e ele ele citava uma poesia muito bacana, né? Saudade, como é que era o nome da daquela poesia? Saudade da minha infância, Aurora querida, né? ele citava essa essa par essa frase aí, né?

Porque quando a gente é criança, eh a gente tem muitas imaginações, a gente tem muitos sonhos. Muitos sonhos, muitas imaginações, muita coisa né e. E esse E esse momento tinha muito. Claro né, como qualquer menino né, como qualquer criança né, eu tinha mui eu tinha muito né. Muita eh imaginações. Então, aí, né, nós fi nós nós mo nós moramos aí, né.

Bom, resumindo. Aí a gente, meus pais mudou daí e foram lá para a rua Doutor Guilherme Vieiras, próximo ao pronto-socorro, onde tem tempos antes eles havia eh nós havíamos morado lá, né?

E por incrível que pareça, eu me lembro dele essa mudança aí. A mudança foi de caminhão, né? Debaixo de chuva ainda, né? Debaixo de chuva. Eh eu estava dentro, eu fui o primeiro a entrar dentro de casa, né? Porque estava chovendo e eu ven e eu vendo ali o meu pai junto com os homens ali fazendo a a mudança, pondo as coisas ali para para dentro, né? Pois é. E... Então, e ah e essa parte é o que mais eu lembro, né? em termos de infância, tudo. E em Enfim, ah eh quando eu morava nessa, aí eu não podia sair para fora. Só saía quando minha mãe saía para varrer ali a o o esgoto, ali a a calçada, tudo, aí que a gente saía.

Quando minha mãe entrava, a gente também tinha que entrar para dentro também.

Aí, né, e quando a gente... mudou daí e foi mudar para rua Dário Ferreira Martins, número trezentos e cinquenta e sete, que tem o trezentos e cinquenta e sete até hoje, né? Já tem quase trinta anos, né? É... Como é que diz? Aí que a gente começou a sair mesmo para fora, né? Aí o tempo foi passando, a gente foi crescendo um pouquinho, né? A gente foi sair, mas era aquela restrição, né? Viu, meu pai, minha mãe brigavam e faziam a gente entrar para dentro, né? Acho que acostumados, vê a gente... na outra casinha lá, tudo entrando para dentro, né? Mas ele se es ele se esquecia que o tempo passava e a gente ia evoluindo um pouquinho, né? Evoluindo, né? Então, tive muita amizade ali também, tudo, né?

E por aí vai.
Nessa época você frequentava a escola? Com que idade? Você foi para primeira vez à escola?
Não, como qualquer menino, né? Eu fui para o pré aos seis anos de idade, né? Faz seis anos?

Eu nem sei com que idade o menino vai para um pré. Parece que é seis anos mesmo, né? Seis anos, não sei. Eu não tenho filho, né? Eu ca eu não sou casado ainda, né? Eh acho Então, eu fui para o pré com seis anos, né? Mas eu bagunçava muito, né? Eu eu eu bagunçava bastante, né? Brigava hum muito, né? Aí eu fui expulso, né? E aí eu fui para... Para escola, né, é grande mesmo, né, a escola escola Dari de Queiroz. Eu tinha, eh acho que eu tinha é seis anos ainda quando eu fui para o Dari de Queiroz, não sei se foi um ano depois, acho que foi, não sei se foi em setenta e oito, se foi em setenta e nove, eu para mim, eu teimo que foi em setenta e oito, né, eu tinha seis anos, né, que eu fui para o Dari de Queiroz, né, e aí lá eu a professora foi mais rígida comigo ali, né. Eu dava bronca, puxão de orelha, era mais... Eh era um tipo um exército né, uma infantaria né, certo? Que aí, com o tempo, eu me acostumei.
né O que que você lembra da escola? A sala de aula, ou lá quando você era pequeno, olha, a primeira professora.
Olha, qual que é o seu nome?

Olha, eu não tenho nem palavras para dizer, eh foi a fase mais boa, mais feliz mesmo, sabe como é que é? Eu, <coughs> como qualquer menino, né? Eu não tinha passado, eu não tinha futuro, era só presente, alegria, via as coisas mudar, tudo, né?

Eu fui fazendo amizade, né? Naquela época ali era uma rigidez, né? Tinha que andar de avental branco, né? Não sei se vocês alcançaram essa época aí, né? em toda a escola de São Paulo tinha que usar era avental branco, né era até o o o dever e o direito de um aluno andar, com a calça poderia ser qualquer coisa, a calça poderia ser social, como essa aqui, poderia ser jeans, podia ser, eu por exemplo usava era tênis mesmo, tênis como é que chamava, era tênis bamba, Montreal e Kixute né, usei muito Kixute né e, a calça jeans né e e o avental fino branco, viu?

Coisa que sujava, coisa que... Mas tinha que ser o avental branco, né? E ali, eh a todo instante eu sujava, porque eu corria, brincava, os meninos eh jogava suco, sopa em mim, porque a merenda escolar era sempre sopa, né? Naquela canequinha de ferro ali. tive um de Tinha um detalhe, né? A gente era obrigado a tomar sopa. E quan e tinha um colega né que eu sempre andava com ele né, aí na no re nos intervalos no recreio, e ele fazia um negócio que eu não aguentava, eu dava risada, ele tomava a sopa. <laughs> E quando ele não queria mais, ele pegava a caneca e deixava ali, ó. Largava ali num canto escondido ali. <laughs> Quem quisesse que ia lá pegar e levava embora. E eu via aquilo e não aguentava, né? Eu, apesar que eu era de menor, mas eu entendi.

Eu falava comigo mesmo, né? O menino nessa idade aí está fazendo coisa de adulto, pô. Toma a sopa, a caneca e não quer mais e deixa ali. Às vezes ele pegava e jogava ali. Ele tinha essa coragem. Eu Eu já não tinha essa coragem aí, né? Então, e foram, como é que diz, muito momentos muito felizes, marcantes, nessa escola que ainda tem até hoje, Darí de Queiroz, que eu fiquei boa parte do meu tempo estudando. Porque eu não fiquei pulando de escola em escola, não. Eu fiquei, quando eu eu saí do pré, que eu fui para o Darí de Queiroz, eu fiquei na ih da idade, dos dos seis anos de idade até os doze anos, né? Teve um, depois, né, eu fui para o para a classe especial, né, porque a classe especial era para para crianças que tinham dificuldade de entender as coisas, né, de aprender as coisas, né. Eu, por exemplo, tinha eh dificuldade para de raciocinar, entender as coisas, né, aprender, né. Então, aí, eu eu fui para essa para essa classe aí, né, e foi o momento mais terrível, né, porque o o o os alunos nenhum gostava de mim. Eu tinha o o quê? Nove anos de idade, né? E a maioria ali não não gostava, eu ficava sozinho, ninguém gostava de brincar comigo, né? <coughs>

E eu pensava comigo, pô, mas eu tava nas outras classes ali, todos os meninos ali, tudo brincava comigo, tudo vinha para essa porcaria aqui, viu? E ninguém gos gosta de mim, ninguém brinca comigo, nem nada, tudo, né?

E... Enfim... E eu tinha o quê? Nove anos de idade, né? E a maioria era tudo marmanjão, <coughs> adulto, tudo. E eu era <coughs> pequenininho, tinha o quê? Nove anos de idade, né?

Ali era menina, era moça, era meni meninão, tudo vinha me bater, viu? Chamava minha mãe para ir reclamar lá, mas nada adiantava, né? Continuava do mesmo jeito, tudo, né? Então, viu? Me eh ah me apelidava tudo, apelido nunca me faltou, certo? E como tem um ditado que diz que tudo na vida passa, né? Nessa época também passava. Hoje, de de uns pouco tempo para cá, a situação ruim quase... Parece que é eterno, viu? Fica a vida toda, né? Mas naquela época não. Naquela época como qualquer pessoa normal passava sim, sabe?

E, enfim... Até... E na classe especial eu fiquei... Praticamente o mesmo tempo em que eu fiquei nessa escola. A classe especial foi dos no eh nove anos de idade até os é até os doze anos. E sempre eu repetia, nunca passava de ano.
ligar o ar para esfriar um pouquinho, quer?

Porque essa luz é quente demais, né?
você, a gente, apesar que Apesar que eu não estou sentindo calor, né? Tá.
Se você sentir, você fala.

Essa parte aí, rapaz. Vocês querem me vocês quer matar de emoção, viu? É o momento que eu mais gosto de relembrar. Ah Momentos bons, felizes, né? Eh Momentos de... é, Teve um aqui que... São vários, né? Quando eu tinha dez anos de idade. Agora mesmo eu estava agora há pouco me veio na cabeça né uma festa junina que eu... Acho que foi junina. Não foi junina não, mas uma festa que teve né hum há vinte há vinte e tantos anos atrás. Eu tinha nessa época o quê onze anos né e e praticamente a escola toda estava em festa. E minha professora, que era muito vaidosa, muito muito criativa, tirou foto nossa ali na classe. Eu também sei algum alguns detalhes desse momento né, certo? Mas eu vou... Mas essa par mas essa aí eu vou resumir um pouco, sabe? Porque eu... Então, os meninos tudo vestido de palhacinhos, né? Eu me lembro que nesse dia aí, de manhã cedo, eu estudava de manhã, né? Eu fui... Eh eu botei... É, já que eu comecei, eu vou vou adiante. Minha mãe fez umas coxinhas, né? E botou num pires. Para levar... E cobriu com um pano, um paninho branco.

azul escuro né, para levar lá. né E eu como estava em acanhado né, eu falei assim, não mãe vamos comigo lá e a e vamos comigo lá na escola, tá, eu vou com eu vou le eu vou com você, mas só que chegando lá eu te entrego. Falei assim, ah, está bom, vai.

E ele foi também levando ali uma bandeja cheia de de coisa, né? E ainda foi fantasiado de palhaço. Aí quando eu olhei aquilo ali, eu eh me criou coragem, né? E eu peguei e fui, né?

Eu peguei e fui. Aí cheguei lá, tudo, entramos, né? Escola tudo estava em festa, os menino tudo vestido ali de palhacinho, tudo, né? Minha fessora tirou foto nossa dentro da classe. das serventes ali, né? Depois ela mostrou para nós. E ali e ali na quadra, né? Porque tiveram alguns torneios, né? Eu participei de alguns, né? E ganhei, né? né A molecada tudo... Pularam em cima de mim, tudo.

Porque eu tinha ganhado, né? Então, esse foi um momento, assim, que me me veio agora na mente, né? Mas eu tive outros momentos, sim, eh que eu passei nessa escola, né?

Que eu confesso uma coisa. Eu Eu tive infância. Eu tive infância. Eu brinquei curti, fui tratado como menino, criança, tudo. Nunca trabalhei como adulto, nada nada nun nunca nada disso. Eu sempre fui menino, brinquei, briguei, tudo, aprontei, né? E eu confesso uma coisa. Uma coisa eu digo. Tanto foi. Foi uma época que eh a gente hum... Foi uma época dourada. Como a eh eu sou acostumado a dizer em uma de minhas gravações. No tempo em que os sonhos eram dourados.

Os sonhos eram dourados nos anos viu e o e os anos oitenta dourados também né, e e imitando aquela novela Anos Dourados né então, aquela minissérie que passou é né nessas épocas na Rede Globo. Enfim, como eu me sentia muito bem, eu sentia que todos também se sentiam bem, até o o os adultos, os mais velhos, tudo Como diz aquela aquela música, ninguém matava, ninguém morria, ninguém tinha depressão, ninguém tinha doença, certo? Era só aquele momento e alegria e felicidade. Hoje em dia é é é um povo que hoje em dia é doença, hoje em dia é tristeza, hoje em dia viu é é tanta coisa. E nessa época aí eu confesso, né? essa época aí a gente não via praticamente nada disso. Eu acho que se eu pudesse assim estar numa máquina do tempo e reviver aquele momento ali, eu acho que eu reviveria um pouco, viu? Viu Eu respiraria um pouco mais aliviado naquele momento, certo?

Mais aliviado. Pena que, como é que diz, não não existe eh fita de vídeo, não existe câmera, a não ser umas fotos assim, insignificantes aí, né? por quatro, né? Algumas que eu trouxe aí, né? Que eu tenho aí, né?

três por quatro, né? Que eu tenho. Inclusive, eu tinha eu tinha até esquecido eh as festas de amigo secreto que...

Às madrugada, né? A gente ia lá para as festas de amigo secreto, viu?

Meu pai bebia muito nessa época aí, né? Meu pai bebia bastante, ao ponto de ficar bêbado, né? né E quando era nos vizinhos, era nos parentes dos vizinhos, e aí a gente passava bastante na noite, ali dançando, né? Sobre as músicas do Saudoso e Finado, que agora, dia dois de agosto, completa vinte anos da sua morte, Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga, á gê pé, Martinho da Vila, né?

E era e a gente madrugava, né? E eu lembro quando E e quando terminava as festas eu voltava para casa assim um pouco com medo e meio triste por causa do meu pai. Quando ele bebia muito, né? Ele atormentava a gente, né? Não deixava a gente dormir e tudo, né?

Fazia coisas que não devia, né?

Mas, fora isso, eu sou franco dizer, não tem nem comparação, foram momentos felizes, não tem nem comparação eh os momentos de hoje, ou recen ou os anos noventa, ou recentemente. Porque, para mim, anos setenta e oitenta foram anos felizes, anos dourados mesmo, viu? Agora, anos noventa para cá só foi de treva, negro, só foi momentos terríveis, viu? Coisas que eu nunca... Havia passado antes e nunca imagi iri e poderia imaginar que fosse passar, certo? né Então, estou aí, né? Passando né, levando para fazer o quê? né E, como é que diz? Foram momentos que...

do filme que lançou, da novela que lançou. De onde é que surgiu essa esse teu interesse com da televisão, com as novelas. O que você conta mais disso?
o meu interesse? não O meu interesse foi o seguinte, ó o interesse porque é é que quando você, eu vou eu vou começar com o seguinte detalhe, quando vo apesar de de de eu de eu viver assim em momentos difíceis, é que nem você é que nem quando estoura uma guerra, Quando estoura uma guerra, por exemplo, umas guerras mundiais que houve né, certo? Quando eh ah eh estourou a a as guerras, a primeira, a segunda guerra mundial, tudo, né? Claro, muita gente morreu né, certo? Eu também eu nem sonhava em nascer né, mas pelos fotos, as histórias, os filmes que mostram, né? Mas em meio a essas guerras e e destruição, vem também o quê? Um lado bom.

A evolução, a tecnologia né e o ah e os avanços na modernidade né. No meu caso, apesar de... No meu caso, é é é quase isso. Mas no meu caso foi o seguinte. No meu caso... Eh em meio a sofrimento, decepções né terríveis né, eh depressão essas coisas depressões, essas coisas aí, com ele vem um detalhe.

Por causa que, a partir do momento em que eu me apareci pela primeira vez né numa fita de vídeo, numa câmera de filmar, a partir desse momento aí, eu o como é que diz, eu foi um momento bom, um momento assim impressionante para mim né, incrível. Eu posso dizer, eu eh eu não eu não voltei mais a ser o mesmo. Eu amadureci mais ainda. a partir do momento que eu estreei em vídeo pela primeira vez. Porque antes só foi de foto, só de retrato, nasci de foto, de retrato, essas coisas aí. Mas em termos assim de filmar, que idade eu tinha na época? Dezessete anos. Completo. Hum viu Foi assim, é que começou assim. Aí já é outro, esse outro lado foi assim. Eu, é meio delicado eu falar isso aí, mas como uma coisa que já está na moda, é em rede nacional, né? Como está muito na moda, eu vou entrar em negócio de religião, né? Negócio de religião. Eu entrei para a sede eu entrei para sede evangélica, né? Eu havia entrado para a sede evangélica fazia um ano, né? Eu entrei para a sede evangélica aos dezesseis anos de idade, né? E viu que eu converti mesmo, né? Né foi A princípio foi muito bom, foi bacana, todas essas coisas, né? tudo né. Beleza. E um ano depois, né? Que que já fazia um ano que eu que eu havia entrado, ou quase um ano que eu entrei em agosto de E um ano depois, e meio mais ou menos, quando foi, na noite de vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e nove, não me lembro, por incrível que pareça, antes desse desse acontecido, né? Desse acontecido eu não não me lembro mais. Eu lembrava, mas depois aí eu eu deixei relaxar e acabei no esquecimento, né? Eu não me lembro mais. Só sei que... Eu só lembro quando eu cheguei dentro da igreja, né? Eu cheguei dentro da igreja, né? Igreja O Brasil para Cristo, né? Da rua Chacuru quarenta e três, na Cruz do Sá Velho. São Miguel Paulista, né? Tem até hoje, né? Mas mudou muito. Ia ia ter um casamento lá de dois jovens, né?

vinte e

E <coughs> né eles são casados até hoje, né? Teve um tempo aí que eles se se afastou um pouco, né? ah Eles se separaram, mas depois voltaram de novo, né? E tem dois filhos, né? Então eu cheguei lá, né? Usava uma calça de de brim, né? Que eu já usava antes de de ser evangélico, né? O sapato eu já não me lembro como é que era, né? Por incrível que pareça, eu não me lembro que sapato que era, não sei se era até, acho que era tênis, não me lembro mais. A calça era de brim preta, a camisa era amarela, que era do meu pai, né? O stop, de colarinho, de botão. E uma jaqueta de porches preta, que fazia um ano que eu tinha comprado.

Aí, né, os noivos vindo. Eh tal eh eu sentei ali e falei assim, caramba, onde eu vim sentar, rapaz? Aqui não vai dar para me ver quase nada. Olha o tanto de gente que tem aqui na frente. Aqui aqui não vai dar para me ver quase nada não, pô.

Aí, mas aí já era meio tarde para eu para eu sair fora, né? Porque os noivos já estavam chegando, né? Aí, o o na hora que os noivos já estavam chegando, né? nós nós Nós ficamos em pé. Eu fiquei em pé, tudo, né? Aí, a câmera... estava filmando, e aí eu olhei para aquilo ali, para mim foi uma exclusividade, pensei assim, olha ali, rapaz Aí a câmera pegou, né, eu ali olhando, aí a câmera estava em cima do do altar, do púlpito ali, né, aí ela virou, não que ela virou assim, devagarinho eu tam também virei, aí os noivos vinham descendo, né, os noivos desceram, tudo, e e aí eu saí dali, fiquei um pouquinho ali, depois eu saí e fui para galeria. né Fui para a galeria e ali eu fiquei até o final do do do casamento. Aí na hora da saída eu corri eu fui educado, cumprimentei os noivos, tudo. Só que tem um detalhe, ah eu fiquei muito longe. Se vocês veem a a a o dê vê vai ver que a a é pouca cor, as cores é muito pouca cor, porque a fita mofou, né? Eh ele teve que tirar da fita, passou para... teve que limpar a fita, tudo, né? Eu aproveitei e passei para dê vê dê, tudo, né? Com o tempo, porque mofou. E tem pouca cor, é só trilhas sonoras, às vezes ali o... Nem sei, parece que o o rapaz, não sei se ele era pre presbítero na época né, que dirigiu o casamento. Era para ter sido presbítero da nossa igreja, que futuramente ele foi pastor né. Só que ele ficou de lado, ele não foi não.

Ficou esse aí. Aí eu fico de longe na hora das gravações. Aí eu peguei, subi, fiquei na galeria e e a câmera me filma, mas eu estou de longe. Só dá para ver apenas a jaqueta, a o rosto em cima, mas bem de longe, né? Agora só dá para ver de perto um pouquinho, mal é mal, eh na hora que eu estou cumprimentando os noivos, né? Na hora que eu estou saindo ali na na portaria, estou cumprimentando os noivos, né?

Eu, <coughs> eu assim, bom, não estou me gabando, né? Não estou Eu era um pouco bem mais novo, né? Eu usava um bigodinho, porque eu estava aprendendo a fazer a barba naquela época, né? Estava aprendendo a fazer a barba, né? Com o meu pai, certo? E depois... A recepção, que o o noivo convidou todo mundo para ir para para a recepção, né? Eu apareço também na recepção também, um pouco de longe, mas eu apareço, né?

Apareço. E... E aí da fiquei na recepção tudo, né? E da recepção eu... Eu fui para... Eu não fui para casa, eu fui para uma vigília que teve lá, né? Uma vigília e ali eu madruguei, né? Madruguei e E a partir desse desse momen, eu madruguei lá tudo, né? Aí depois, quando foi no outro dia, Eu voltei para casa, né? Aí minha mãe me fez eu ir para igreja, né? Que tinha que tomar lá a ceia lá, tudo, né? Eu não queria ir, mas ela forçou a barra, ah né? Viu que se fosse em outra igreja, tudo bem que podia ir, mas lá não não podia perder tudo, viu? Aí minha mãe até falou com o meu pai, falou assim, não, de jeito nenhum, apressa para ir, manda ir, viu? Aí eu peguei, fui com aquela raiva, mas eu fui.

Que era parente do casal, né? Que já ia embora para, que estava indo embora para casa. Ele e mais e mais outra moça, né? Estavam indo embora para casa. Eu falei assim, não vou para a igreja, não. Estou quebrado, viu? Fica para outro dia. Aí eu peguei e fui. Você vê como é que é as coisas, né? Então, e esse rapaz, inclusive, já faleceu, né? Viu

Então, o que que acontece? Resumindo, a partir daí, a partir daí, em termos de filmar, E a paixão, o amor pelo negócio, eu não fui mais o mesmo. Viu E de lá para cá foram outras, foram igrejas, formaturas, festas, aniversários, entrevistas, viu eh inventos, acontecimentos, certo? Eh e em meio em meio a tudo isso aí, um detalhe. Você vê, eu estou aqui, né? Eu estou aqui dando essa entrevista pela primeira vez aqui no Museu da Pessoa, né? Museu da Pessoa. Que, aliás, esse... Como é que se diz? Esse museu aqui, essa entrevista, eu não sei... Lembra um pouco um programa... de televisão que passa na tê vê Cultura, aliás, passava, né? E agora, com seus quarenta anos que a Cultura está fazendo agora, né? Seus quarenta anos, está apresentando ali seus suas programações antigas. E entre eles, um que eu acho interessante era o Vox Populi, que tinha na década de setenta. Esse aqui está parecen me lembrando um pouco o Vox Populi, né? viu o Vox Populi, aonde faz eh... Só que o Vox Populi, com todo o respeito aqui, era até um pouco melhor, porque tanto o entrevistador fazia a pergunta, como também o os de fora, também, ali no telão, certo? Que pena que esse programa eh não não passa mais, né? Mas quem sabe, né? Então... E, enfim... E aí, teve um detalhe. Depois, de lá para cá, dez anos depois, né? Dez anos depois, em noventa e nove, que, infelizmente... Eu participei de umas filmagens também na escola, tudo, né? Mas eu me arrependi de... Não me deu, porque também o acesso era meio... Bom, se eu... Eu não sei quanto tempo é que vocês começaram com esse negócio de filmar, né? Se eu so se eu so se eu soubesse um jeito assim, eu teria... Eu teria feito, movido montanhas para fazer uma comemoração dos dez anos em que eu apareci a primeira vez, né? Assim como eu estou fazendo hoje, né? Pois é. Mas, dez anos depois, em vinte e dois de agosto de dois mil, pela primeira vez eu participei de um programa de televisão, que foi o Nosso Tempo, da tê vê Record, Canal sete, apresentado pelo bispo Codomiro Santos, que falava sobre o menor infrator. O ma o menor infrator deve ou não ser tratado como criminoso comum né. E nesse momento foi foi interessante, porque nessa época eu estava bem né, eu já era católico fazia um ano né, eu estava muito bem e... Então aí eu eu fui nesse programa, né?

Participar de entrevistas lá, né?

Eu falei assim, para quê? Não, aqui, não vou pôr gravata nenhuma, não, eu... Todo mundo ali vai de qualquer jeito, para que que eu vou pôr gravata, todas essas coisas aí? Não, o quê? Não é formatura tudo, né? Para quê? Eh hum eu peguei e fui, né? E eu tinha combinado com um colega na época, para ele, na casa dele, ah e o programa passava, era uma hora da tarde, né? O nosso tempo, com o Bispo Clodomiro Santos, né? Que é um dos homens do seu Edir Macedo lá, que a maioria já conhece quem é, né? E e eu eu estava lá, e eu e a câmera me me filmou lá tudo né, eu apareci na televisão, e o meu colega fez uma eh passou em vídeo, ele fez uma cópia em fita de vídeo né, ao vivo lá. A fita era até fita Sony, fita de vídeo. E eu ali assisti, e eu me vi várias vezes, né? Eu era ah até para me ter falado alguma coisa ali, né? Eu cheguei até pegar o microfone ali e botei aqui, né? Aí, né, já estava já na metade do programa. Mas aí um outro rapaz pediu o microfone de volta, eu peguei e devolvi. Aí eu não falei nada e fui até o final do programa sem falar nada. Garanto que se o programa se estendesse mais um pouco, talvez eu teria falado alguma coisa, né? Então, e eu estava muito bem, eu estava até com uma camisa branca, né? Essa aqui é preta, né? E eu eu estava muito bem, só que teve um porém, um detalhe. A fita, consegui a fita, assisti não não sei quantas vezes, levei para casa, né? Assisti não sei quantas, minha família também assistiu, meu pai antes de morrer também assistiu tudo, só que não sei que mistério foi. Eu acho que a fita criou pernas e braço e misteriosamente sumiu. Não sei, só só só ficou a foto, que a foto eu tirei eh um mês, eh dias antes de sumir. Não sei

Não, não vi não. Até queria pegar ela para assistir aqui com os colegas, tudo aqui, mas não sei onde é que está a a essa fita. Caramba, aquela fita ali, acho que criou perna e sumiu, rapaz, não é possível. Aquela fita lá eh era a minha preferida de estimação, rapaz. E sumiu aquela o diacho daquela fita ali, rapaz, E só ficou a foto. Fui ainda na Record ainda. Fui na emissora da Record. Cheguei ali e vi ali as fitas ali dentro ali da da da emissora né da Record. A Record é uma emissora grande. Para trabalhar nela precisa ter cartucho né. Para trabalhar na emissora da da Record precisa ter cartucho. E eu fui tentar pedir uma fita lá. Ou fita ou dê vê dê Só que não arruma. Não arruma não.

Agora, uma coisa eu garanto, se fosse a tê vê Cultura, arrumaria, né?

Mas a Record... Bom, a Rede Globo eu não sei porque eu nunca fui, né?

Pode falar. Você trabalhou bastante... dessa fase sua da juventude, né?

Conta um pouco dessa fase dos trabalhos que você fez. Porque aí a gente vai chegando... Você foi você me contou um pouquinho antes, Servente de Pedreiro, foi o primeiro trabalho? Começa dele. O que que você consegue lembrar dessa época?
Olha eh eh olha Em termos de... Essa aí já é já é uma época mais ruim que, mais difícil, mais ruim, mais negra, mais difícil, que eu não gosto assim muito de de de relembrar. Mas é claro, né? Esses momentos aí, em termos de emprego e de religião também, né?

É uns termos que eu gostaria, assim, de... Momentos ruins que eu... Desculpe. Que eu nunca que eh gostaria, assim, de passar... Que tivesse ocorrido, né? Porque é um passado na minha vida, é uma parte, é uma história da que passa na minha vida e que faz parte, né? Mas que eu que eu considero como intruso. Considero como intruso eh viu e não convidado, certo? Se eu pudesse, eu eu desconhecia, certo? Porque para mim é um intruso, né? Eu gosto, assim, de relembrar, assim, né? Mas, infelizmente, como passou eh em todas as declarações que eu for fazer como essa aqui, tenho que contar. Bom, eu trabalhei né na igreja de servente de pedreiro lá, né? Mas foi por alguns dias. Não era muito bom, não, né? Aguentava... Era um serviço muito... Era um trabalho duro, né? Serviço de pedreiro, né? Trabalho duro. Fiquei poucos dias aí, tudo, né?

Era era assim, sabe? Foi uma fase muito dura e difícil devido à religião que eu frequentava, né? Que a religião, eu eu nem queria citar, né? Mas também entra, certo? É uma... É um corredor que... Digamos, é uma rampa escorregadia que que encaixa, né? Não tem como desviar, né? que também foi uma da da responsável pelas pela minha perdição pela minha, né me atrapalhou muito a minha liberdade assim de expressão, porque quando se trata ah os meus dezoito anos, E vice-versa, só foram só fases ruins. Mais ruins do que para boas né. Só Foram só momentos ruins. E delicadamente, é claro, você eh conví eh no convívio de família assim, não muito estruturado né, desestruturado também, certo? É difícil, sabe? É difícil. Então, eu trabalhei de... Mas mas vamos mergulhar nesse passado negro, né? Negro. Bom, trabalhei pouco tempo de servente de pedreiro, né? Me lembro que nessa época eu voltei para o Dário de Queiroz, né? Que em tempo de escola, eu eu estudei até nessa escola até ah os doze anos, né? Aí em oitenta e cinco eu fui estudar em com esse professor que era do meu pai, né? Fiquei dois anos, aí ele ah ele morreu. Fomos para uma outra escola.

Era um professor mau, ruim, terrível. Acho que ele foi veterano da das guerras mundiais. É vivo até hoje, por incrível que pareça. Aliás, a a mulher dele, ele era viúvo, ele casou com uma mulher. né Deixa eu contar só esse detalhe aqui, por favor.

Estão tudo vivo até hoje, né? E ela era uma filha puxa-saco desse desse velho, né?

Que quando a gente er errava na continha, ele falava assim, que se vocês não estudarem, vocês vão abrir valeta para Sabesp. Ele falava desse jeito, né? Ele humilhava a gente, né? Passei momentos ruins ali, né? Então, aí veja bem, e eh e ela era uma fina puxa-saco dele. E anos depois, né vinte para para falar comigo, que disse que o velho não mudou nada, continuava ranzinza, mal, estúpido, a mesma coisa, e que ela só faltava morrer de tanto passar raiva desse velho. Aí, né, eu peguei, fui mesmo, caramba, aí conversa vai, conversa vem, né, aí ela pegou, foi embora, e eu pensei comigo, caramba, como esse mundo dá volta, hein? Viu vinte anos atrás, eh eh ela ela apoiava os atos Do véio dela tudo ali. E agora é contra, né? Caramba, hein? Como esse mundo dá volta, rapaz.

Que isso aí é um outro detalhe também interessante que... Que é recente né Entre o o passado e o recente.

Aí depois eu... Resumindo, eu... Fiquei tam também dois anos, um ano depois entrei para a escola Adventista né, que foi o ano mais feliz da minha vida, aos dezesseis anos, foi o mais feliz mesmo, esse aí foi feliz em todos os sentidos, em todos os momentos. até hoje né, foi feliz esse aí né, que também foi uma religião, que foi uma escola adventista, que foi uma infantaria, que foi o estopim para eu entrar para a seita evangélica, né viu entrar para a seita evangélica né, que é uma outra história também, é uma outra história longa também. que inclusive ano passado eu gravei na minha rádio né, o testemunho de um ex-evangélico.
certo, viu, e Por que que era o o momento mais feliz da sua vida, lá? Oi Por que que foi o momento mais feliz da sua vida? O que que aconteceu? Olha
Foi feliz porque, eu não sei, eu eu estava conhecendo o mundo. Eu estava conhecendo o mundo. né eu estava saindo, eu gostava muito de usar daqueles uniformes azul né, não era mais o avental branco, o uniforme azul, sabe e eu usando aquele avental a a azul, avental ó, o uniforme azul era como se eu estivesse usando um terno e uma gravata, Que eu gostava bem eh de andar bem vestido né. E nes e nesse mesmo ano, quando eu entrei para a para a seita evangélica viu, para mim foi praticamente um momento assim eh oportuno. Eu me sentia assim numa época em que o Brasil era um país muito mais católico do que hoje né. Muito mais católico.

Eu estava conhecendo o mundo, eu não queria saber de briga, eu não queria saber de sair no tapa com ninguém, responder ninguém, meu negócio era só... Curtindo uma boa e ser feliz, certo? Eu não tinha... Eh eu, depressão, vixi, que eu não sabia nem o que era isso, depressão. E o medo, essas coisas aí, infelicidade, tristeza, eu não ih Depressão mesmo, depressão para mim na época era um pronunciado. Depressão era o quê? Era a pessoa suar? Era a minha imaginação, né? Que eu pensava, mas o que o o que hoje eu entendo... Nem sabia.

Aí, né? Beleza. Ainda estava parado. Aí, voltando o ah o assunto ali, né? Aí, eu havia voltado para essa escola de Queiroz, né? Trabalhei de servente de pedreiro. Fiquei poucos dias. Depois, dois anos depois, e com vinte anos, eu trabalhei de vender pipoca. Fiquei cinco meses, né? depois <coughs> eu enjoei do serviço, né? E se eu tivesse um pouco mais de experiência, eu teria entrado ali no pronto, porque eu trabalhava, eu vendia perto do pronto-socorro, né? Que era o que mais dava dinheiro, o que mais a pessoa vendia. Era biscoito, era bala, ali, e dava dinheiro mesmo, né? Agora parou um pouco, né? Porque reformou, mudou um pouco, né? Pronto-socorro, né? <sighs> E E para que muitos talvez não saiba, Foi a partir de dos anos noventa, início dos anos noventa, que acabou com o com o desem o emprego. né Depois que o presidente Collor foi eleito presidente do Brasil, que foi o primeiro presidente que eu votei, nas eleições de oitenta e nove né, a qual no dia quinze de março de noventa, e aos quarenta e um anos de idade, ele foi eleito, ele foi empossado no lugar de José Sarney, certo? certo E muitos pensam, eu votei nele duas vezes, que era para me ter votado no Lula né, mas como dizia que o Lula era comunista, que o Lula ia fechar as igrejas, o Lula ia fazer um monte de coisa, então era bom votar no Collor, né? Que o Collor tinha jeito para ser presidente, que ia ser um bom presidente, tudo, essas coisas e vice-versa. Então, eu votei duas vezes no no Collor, né? Então, foi a primeira vez que eu votei para presidente do Brasil, né? Então, e foi uma época feliz para muita gente. É certo para mim que não foi, né? Então, e... Como é que diz? Só que na época que eu vendia pipoca, né? O Collor já se afastou da presidência. O governo estava em crise, impeachment dele para expulsar, tirar ele da presidência porque não estava governando bem, né? Então aí eu eu peguei, né? Trabalhei cinco meses de vender pipoca. Um ano depois eu havia parado de estudar, só me dediquei à religião, né? Fiquei um ano sem estudar, sem trabalhar. Porque desde essa época aí que já o o emprego já era difícil, como eu já havia dito, depois que o Collor foi eleito presidente do Brasil, acabou com o o emprego no Brasil, e até hoje o pa o país vive assim, certo? Eu fiquei um ano desempregado, em noventa e quatro, depois que eu entrei em depressão pela primeira vez, né, que quase eu morri, né, eu já no final, mas ainda tive que ficar no finalzinho, né, Daquele ano Desempregado E só arrumei emprego no dia dois de dezembro de noventa e quatro né Foi o meu primeiro emprego fixo. Depois eu hum Aí eu fiquei dois meses Depois eu botei no pau E foi um detalhe interessante ó eh Quando eu entrei nesse serviço <laughs> Quando eu entrei nesse serviço aí eh Na, como meu primeiro emprego fixo Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, sabe? Minha cabeça era outra, né? E eu trabalhei, eu eu comecei aonde? No Brás, né? Certo Primeiro eu fui lá para Pinheiros, né? Porque a a agência era lá, né? Foi eu e muita gente lá, preencheu o hum uma ficha lá, eu e uns colegas de igreja na época, né? porque meus colegas e tudo era só tinha que ser só de igreja, tudo relacionado à religião, não podia ser de de outra religião. E eles eh escolheram para o período da noite né, e eu escolhi para o período da manhã né. Então E aí eu deu certo, eles me chamaram né, fui trabalhar lá. certo. Eu entrava às seis da manhã e saía às duas. viu Era um trabalho duro né de de limpar ali. A encarregada ficava muito no meu pé, mas os empregados era tudo amigos, tudo gente boa né. E eu trabalhei ali. Mas como eh eu era muito devagar no serviço, eu tentava ser eficiente, mas não conseguia, então eles ficavam me transferindo, né? E aí eu não gos eu não gostei muito de tanto eles me transferir, aí eu peguei, e aí eu peguei né? E pedi para para ser mandado embora, né? Aí eles só me enrolaram, só me enrolaram, e a na época era um eh eh estava ruim, né? estava muito ruim o serviço, né? E aí eles me enrolaram tudo, viu? Mandava para lá e para cá, tudo. Nesse para lá e para cá que eu não vou falar em detalhe porque é muita coisa, né? Botei no pau, né? Botei no pau, botei um advogado, né? Ganhei tudo, né? A causa, tudo. E aí fiquei mais um tempo parado. Depois eu trabalhei no Shopping Center Norte, né? Que era um dos maiores shoppings de São Paulo, né? Fiquei três meses. Depois eu pedi para ser mandado embora. Porque eu não aguentava mui muita pressão ali, né? E depois... Depois eu... Trabalhei no serviço de jornal, que foi o pior serviço que eu trabalhei. trabalhei Trabalhava à noite, né? Aí eu discuti, briguei com o cara lá, né? Aí fui mandado eu e ele embora, né? <coughs> E E depois... Um ano depois eu entrei para para a Filco né entrei para a Filco, no dia três de fevereiro de noventa e sete né. E fiquei só... Quando eh quando já estiver próximo de terminar, vocês me dão o toque, tá?
A gente avisa.
Então, e como eu eh havia dito, né? eh eu entrei na Filco, né? Dia três de fevereiro de desse ano de noventa e sete E fiquei até até Depois de lá para cá, eh eu não arrumei mais emprego assim eh fixo nenhum né. O único fixo que eu estou trabalhando e exercendo eh profissionalmente é é só como é que diz participações como esta né, entrevistas né, filmagem e também a minha rádio. que eu praticamente estou tocando sempre, né? Só, bom, como hoje é uma ocasi, que que falando nisso aí, como eu já havia dito, né? Uma ocasião especial como essa aqui, né? <coughs> Hoje, eh dia vinte e nove de julho, hoje, dois mil dois zero zero nove, ou seja, dois mil e nove, em que eu entrei em cena pela primeira vez num casamento matrimonial. né vinte anos de tê vê filmagem e catorze anos e rádio né, que a princí que em termo de

Do som gradiente que ele tinha, né? E eu comprei a... em termos de rádio, né? E eu comprei a fita em em março desse ano, né? E fi deixei lá guardado, diplomata, essa fita, que já não tem mais, não existe mais. Eu ainda tenho, diplomata. Deixei guardado Aí, como eu eu não eu como eu não não sabia bem o que eu ia gravar, né? Porque eu não ia gravar minha voz, né? Porque como eu era protestante, né? E tudo era pecado naquela época, né? Então eu só gravei apenas algumas músicas evangélicas, né? São músicas evangélicas. Alguns cantores conhecidos e outros não, né? Inclusive tem até alguns cantores cantando umas músicas assim parecendo rock, né? Em inglês, que não dá nem para entender nada, né? E eu gravei eles também, né? Que Que tiveram lá. E E alguns locutores também que participaram também de da da gravação, né? Que eu não... Não conheci, certo? Alguns hinos que na época estavam na moda, né? Que agora não se acho que já nem toca mais, que eu também não ou não ouço mais também. Eu só É só músicas da de outras rádios que eu ouço, né?

Umas eh uma delas que está mais presente é a Rádio Alfa, né? é A Rádio Alfa, que eu tenho mais arquivado no meu arquivo, né? Da rádio, né? É a Alfa.

E outros cantores, né? Certo? Eu Tem esse aí, tem o... E por fim, né? O Porque no começo tem aquela aquela cantora, né? Leila de Paula né, Aline Barros né, alguns que eu não conheço, esse que eu citei o nome agora há pouco, e por fim o Matos Nascimento. E por fim, eh e eu que apesar que eu eu não eu não falei nada, não não pronunciei longos discursos, só gravei só né, e só teve apenas uma pitadinha só que eu falei hum umas palavras né, aonde eu dei a inauguração oficial. certo São algumas palavras, né? Falo o estado, falo São Paulo, inaugurado, dia tal, catorze de junho de mil novecentos e noventa e cinco, meu nome e tudo, né? Bom E quem é de orar, vamos orar, e quem é de re de rezar, vamos rezar, e quem é de cantar, vamos cantar, tudo morreu por aí. Porque é uma coisa que não podia, né? Tudo era pecado.

A princípio era a rádio e cinco anos depois batizei pelo nome de rádio sonora. E a rádio sonora está aí até hoje. Por que sonora? Porque é uma coisa de som, sonorização, né? Viu E nesses catorze anos eu fiz muitas gravações como <sighs> eh muitas rádios que estão extintas, como eh a Rádio Cidade, né? que acabou, a Rádio Sucesso também acabou, Cultural efe eme também quase... Não sei se ainda toca A presença da Rádio Nativa, que inclusive eu já eu tive eu visitei a Rádio Nativa em dez de março de dois mil e falei algumas coisas ali na Rádio Nativa, né? Ganhei um pedacinho de bolo e um distintivo da da Rádio Nativa.

que anos antes, na década de oitenta, em oitenta e seis, ele dirigia um programa de rock super special na Rede Bandeirantes, que eu curtia muito na época, né? Isso aí eu falei para ele lá, né? Ele até admirou. Você tem boa memória, hein? Isso porque você não é nada, hein? Pois é, você vê, né? Porque a rádio fica num prédio, né? E eu entrei lá, né? Subi eu e o pessoal, né? Eu subi no elevador,

E um monte de fotos de cantores, artistas, inclusive eu vi até uma foto do Leonardo ao lado de Sandy Júnior né na época. Mas era cheio, cheio de fotografias. Inclusive entrou até uma câmera de televisão lá dentro lá. Mas mas como o prédio é grande né mas em, mas eu acho que foi em outro apartamento que que entrou essa câmera né. E aí eu falei ali né, e inclusive, eh cada um teve fa falou né, e e teve gente que ganhou o distintivo e ganhou um pedaço de bolo, como eu falei né, e ganhou a camisa e o cê dê do Roberto Carlos. Eu não ganhei o cê dê e a camisa por causa que eu não tinha ligado antes para para para a rádio. Se eu tivesse ligado, eu teria ganhado, mas eu só ganhei, só foi o distintivo que eu tenho até hoje, o distintivo está lá arquivado também.

O bolo não, porque o bolo já já... Então, né? <coughs> Então, aí eu... Cheguei chegou a minha vez de falar, né? Eu peguei e falei tudo. Falei isso que acabei de falar agora há pouco, né?

Um estúdio, assim, pequenininho, apertado. O chão era, assim, de meio... De de terra. Não entendi o porquê. Porque o chão era só de terra.

E o estúdio era simples. O estúdio era... improvisar apertadinho tudo ele ali falando né então serviu um café então e e quando eu falei tinha um um tiozinho que estava com uma câmera de filmar junto com os dois filhos e filmou eu falando ali ó e filmou eu falando né aí eu falei que depois me ar me arranjar essa fita né beleza né Ele até achou bonito eu ter falado ali, me chamou de político, né?

Me chamou de político e e gostou e falou assim, olha, eu vou preparar a fita tudo, depois eu te eu eu mando para você, eu combino aí com você, você vem aqui no terminal Parque Dom Pedro e eu dou para você, beleza. Passou um tempo depois, eu liguei para ele, né? Ele me deu um telefone, liguei para ele e ele falou que a fita quebrou dentro do vídeo. Que o vídeo dele estava com problema. Ele chegou a assistir. Chegou a assistir um pouco, mas depois quando passou de novo, a fita quebrou dentro.

Foi para o saco. Né, então Também foi um dos dos um dos melhor momentos. então e Eu tenho algumas gravação minhas também né eh dessa época né, nove anos atrás, depois, e por aí. E só e e só com a minha voz né, são mais de... Bom, não só a minha voz, como também eh as outras gravações, né? De rádio, essas coisas. No total, acho que dão mais de noventa, acho que acho que ah acho eh atingiu a meta de noventa gravações. noventa ou cem gravações. Fitas de vídeo também, incluindo não só a minha presença, como também matérias da Rede Globo que eu gravei e tudo, né? Matéria sem querer me gabar, né? Que eu considero boas, né? São mais de... Deu, acho que, oitenta e nove noventa, mais de noventa, acho. Em termos de vida, tudo lá arquivado. Algumas eu estou até meia eh deformado um pouquinho, né? Porque, eh como é muito, né? Para me assistir tudo, né? Eu tenho que pegar do começo, né? Isso aí E que muitas vezes não dá, né? Que agora é mais é dê vê dê, né? E como eu eu estou ganhando um pouco, então fica difícil para eu passar tudo assim de de uma vez para dê vê dê, né? Mas com o tempo eu pretendo assim eh passar, né? Tenho que passar. Pois é. E no meio, enfim, vinte anos.
Essas matérias da Globo você gravou no videocassete, é isso?

estãoo em vê agá esse Ainda estão, é. Você está tentando transformar.
É, transformar, né?

Rede Globo, Cultura e e muitos muitos outros por aí também, né? Inclusive, só um detalhe que eu esqueci, também tem um um um uma fita de vídeo de um pedacinho, só cinco minutos só, de uma de uma participação que eu fui na no Anhembi, né? No Anhembi para trabalhar na frente de trabalho na época, né?

E eu fui lá para para lá para fazer treinamento, né? E aí a cultura foi lá. Foi lá A cultura foi lá fazer entrevistar os professor, o pessoal ali e tudo, né? Inclusive meu professor foi entrevistado, estava dando treinamento, né? Treinamento só de um dia só, né? Uma câmera igual essa. Então, eh entrevistou tudo, né? E mostrou a gente ali na na classe ali, né? Pegou eu, mas só que eu só olhei assim, só tudo. Mas está bem de longe, não dá nem para ver direito.

Só foi só uma vez só. E só cinco minutinhos. E também eu fui na cultura para pegar essa... Para comprar essa fita aí, né? E eles me arranjaram. está lá até hoje, né? Não não é bem... Não não é lá aquelas coisas como foi... Da Record foi melhor, né? Da Record foi mais... Com mais nitidez, mais... né da record, quando foi da record, agora essa...

É, eu me senti... eh Como é que diz? Eu não sou muito assim de... De me engrandecer, sabe? Me engrandecer, né? Eu me senti assim, hum especial, né? Especial, né? Que É <coughs> importante, vocês pode até pensar que é bobeira, né? É coisinha à toa. Mas lembrando, bem lembrado, que a primeira vez que me apareci em vídeo, eu estava com medo. Vocês veem como é que é as coisas. Não era nem não não não era nenhuma rede Globo e nem era um esse bê tê me filmando, não viu. Era cinegrafista, né? Posso dizer, né? Então, eu fiquei, quando eh passou, dois meses depois, em setembro desse mesmo ano, o o o o noivo passou na casa de uma pessoa lá e chamou a gente para ir lá, né? Aí nós fomos lá assistir em fita de vídeo, né? Aí tudo, né?

Aí você ali, Maguila, na televisão lá, olha lá, olha você ali, ó.

Operando mesa de som ali, tudo. Ele operava mesa de som ali na igreja, para o microfone e tudo, né? Ele também aparecia também. Só que ele é diferente de mim, né? Ele já não não liga, não quer nem saber. <coughs> É sossegado, né? <coughs> Você ali, tudo, eu pensei assim. Aí eu fiquei assim, atento, calado, pensei assim. Ih, rapaz, tomara que não mostre eu, né? Ih, ai, ai. Mostrou eu, olha. Ah, não. Aí eu apareci, fiquei preocupado, né? Pensei, será que minha mãe, meu pai vai aceitar isso aí? Será que eles vão aceitar? Fato que, normal, aceitaram tudo, aí a partir desse momento eu gostei, né? Agora, nesse, então, e agora, nesses vinte né Eu sempre me aparecia assim, eh a partir desse momento em diante para cá, até dois mil e um era assim, era só em festas, eh em participações né, aonde eu sempre ficava um pouquinho a distante né. E e a partir de dois mil e dois, na noite de vinte Falei com um colega que eu queria fazer uma gravação especial para mim, para comemorar os meus trinta anos de vida, né? E pela primeira vez eu fiquei sentado, né? Parecendo uma criança, com o microfone assim, ó. <laughs> Falando ali, dando entrevista e e um monte de fotografia que eu trouxe ali. viu Desde o batismo até o o recente ali, mostrando ali as o os retratos de fotografia lá né. Foi a primeira vez que eu fiquei frente a frente dando entrevista, né? Então, e por aí vai. Eu acho muito bonito isso aí, porque... Porque para gente se valorizar ma mais um pouco. Eu falo com toda simplicidez, né? Se valorizar mais um pouco, né? Que é o trabalho de vocês, né? Porque... É é uma... Para conhecer a voz da pessoa, tudo. Agora, nesses vinte Eu ficaria arruinado. Se prepara o que eu vou falar. E você também. Eu ficaria arruinado se eu me visse na televisão, no Brasil Urgente ou qualquer coisa, algemado pela polícia cinegrafista me filmando ali. viu Eu ficaria arruinado. Agora agora imaginei eu aqui alge preso aqui por algum delito que eu pratiquei, né, ou que me acusaram tudo, e a câmera e a a câmera ali me filmando ali, certo? Tem como sorrir, tem como eu eu pegar aquilo ali e e e gravar de recordação, não tem nem como, viu? Uma coisa chata, uma coisa nojenta aquilo ali, é um absurdo isso aí, né? Imagina isso aí, seria uma coisa chata isso aí, certo? Seria uma coisa... né, que... Quem é que não tem o prazer, tem pessoas que tem prazer de ver a miséria, porque é o que você vê aí, ó. A pessoa, você ah liga a televisão ali, quando você vê o cidadão assim, preso, algemado, e a câmera ali em cima, dele ali filmando ele ali, ó, ele não vai sorrir, ele não vai falar nada, certo?

Porque é um momento feio, é um momento de baixaria, né? É um momento desagradável ali, certo?
E aí, eu sei que a gente conversou antes e você falou um pouco que você grava entrevistas em também. Como é que funciona essa tua sonora. Você você tem um aceno, você toca?
As pessoas que eh eu seleciono, ah eh não só para assistir a minha gravação, né? Como eh a maioria é colega, amigos, né?

Amigos, né? Outras vezes eu eh eu faço cópia da das outras rádios, né? Aquilo que eu acho mais interessante, as músicas também, né? O que eu acho mais interessante ali eu estou ali gravando, certo? É muito difícil eh um um acervo meu assim estragar, sabe? Eu Teve um que estragou, né? Eu eh Recentemente, né? Viu Que a gravação era dos anos setenta né De um pregador aí, né? Fundador da igreja da minha mãe aí, né? Que que eu gravei do disco, né? Que ele já havia morrido, né? Na década de setenta, né? Gravei, ficou comigo catorze anos também, recentemente. Enganchou ali no... Eu botei ali no deck, né? Para ouvir, né? Para escutar. Enganchou no deck ali. Eu na besteira de puxar, né? Com força. Ele arrebentou. Aí eu, primitivamente, peguei e fiquei amarrando ali ó, Aí eu vi que não tinha mais jeito ali. Peguei e joguei fora. né, aí eu só fiquei só com o com o outro que é recente, né, mas eu tenho algumas pe, só pedacinho, né, só gravado, né, que eu gravei em outras, né, em outra gravação, em outra fita, né, para, em comemorações que eu fiz, né, há quatro anos atrás, quando a minha rádio fez dez anos, né, eu eu regravei tudo, né, numa num rolo de noventa minutos né, certo? E ali também eu estou, não só eh eu toco o eh as outras gravações que eu fiz, como também estou contando a a história também. A minha história.
É um gravador portátil que você faz na sua casa, as gravações?

Por exemplo, você falou da música. Você escuta a música no rádio, aí você põe o gravador para gravar a música?

é. E aí você usa um gravadorzinho portátil para fazer entrevista com as pessoas.

Isso.
É. E aí você veicula essas gravações em algum lugar assim, porque você ouve o que você falou, né?
É porque eu procuro não não não pôr com antena, não pôr com antena, porque se eu botar antena pode eh eh virar pirataria, sabe? Virar pirataria e chamar eh a atenção de avião, essas coisas aí, interferir, como está acontecendo com muitas rádios piratas aí, eles usam uma antena ali, interferem em avião, essas coisas aí, tudo e aí dá prejuízo aí, né? Ou ou então interfere, porque eu não posso ficar com... por preparar um estúdio, né? E eu ficar fa fa fa falando em rede nacio em rede nacional todo dia, toda hora, porque pode interferir. Aí, uhum, aí a polícia bate lá e eu aí eu estou lascado, sabe? Como eu já eh eu já vi nas reportagens acontecer de a polícia ir lá e e algumas rádios aí, né? E prender o cidadão ali por por usar a rádio... Ilegalmente.

Então... E eu estou aí, né? Eu... Se tudo correr bem, o ano que vem eu pretendo... Eu pretendo, como é que se diz? Eh Comemorar os quinze anos também, né? Da rádio também, né? Como hoje. Estou gravando os vinte anos, né?

Que venha né os vinte

a gente, eh, a gente... Pode falar, eu falo mais. Não tem problema não Tenta preencher né essa entrevista com todas as fases da sua vida. Tem alguma coisa que você acha que você não falou? De alguma coisa lá de trás? Que a gente pode recapitular agora. que pode né A gente foi falando tanta coisa, você pode ter se lembrado de alguma.

em alguma pergunta, lá do passado dele. Ah, é, na verdade é que o que eu fiquei pensando assim, fiquei um pouco curiosa, é saber um pouco como que era a tua rotina quando você era pequeno, sabe? A rotina da tua casa, você falou um pouco da tua mãe, falou um pouco do teu pai, hum, mas como que era o dia a dia dentro de casa, sabe? Ah, o dia a dia era bom, sabe

né

eu era mais apegado à minha mãe, sabe? Porque meu pai ele era muito autoritário, é né? Meu pai era muito disciplinador, né? É Meu pai ele aprendia algumas coisas que ele aprendeu no exército, né? Porque meu pai ele não teve muita infância, né? Ele perdeu os pais quando era menino, né?

Perdeu os pais quando era menino, tudo, né? Foi criado pelos tios, né? Cresceu, serviu o exército, teve bom comportamento. Casou, né? Descasou, né? Então eu sempre fui apegado à minha mãe, né? Que é uma parte que eu gosto mais de contar, né? Porque meu pai já era mais <coughs> mandão, né? Muito autoritário demais, né? E minha mãe não. Minha mãe eu já podia conversar com ela, insistir um pouco, né? Agora já meu pai não podia insistir, né? Certo. Quando ele falava não, era não e acabou.

Quando falava, pode, pode, tudo bem. Agora, minha mãe, eu quando eu falava assim, mãe, eu deixa eu ir lá, mãe, deixa eu ir lá. Ah, filho, não vai não, não vai não, filho. Mas é está bom, mas, ó, tal hora chega, viu? Tal hora esteja aqui, tudo bem, beleza. Minha mãe sempre nesse ponto aí, certo? Porque aquele negócio, sabe? É... A... se a fi a gente Eu não tenho irmã, sabe? Eu não tenho irmã E... Só irmão.

A filha, a mulher é sempre apegada ao pai.

Sempre apegada ao pai. E o pai na com a filha. E o filho sempre pegado com a mãe. E a mãe com o filho. Agora, eu mesmo sou o contrário. Eu já fui apegado mais à minha mãe mesmo.

Você falou, você trouxe fotografia de três por quatro que você falou?
Numa carteirinha, três por quatro numa carteirinha e e trouxe uma assim maiorzin, duas assim maiorzinha. Uma é de setenta e
nove e outra de oitenta e nove. Legal, aí a gente
Eu só não trouxe mais por causa que eh eu não estou assim eh fazendo uma comemoração da minha vida né, da minha idade, né? É só o tempo mesmo de profissão de carreira mesmo, de ator mesmo, né? Certo.

Então, eu solucionei algumas que tem, né? Porque como aqui é uma entre eh entrevista assim de museu da da vida, então eu trouxe, assim, hum eh selecionei assim um pouquinho as mais antigas para, né? Mas quando, se Deus quiser, mais para frente né, quando eu vier fazer uma comemoração da minha vida mesmo, aí eu trago um número maior, como eu fiz há sete ano atrás.

eh... e, te antes de qualquer coisa, eu te agradecer muito por ter vindo conversar, contar sua história para a gente. E toda vez que termina a entrevista, a gente pede para a pessoa fazer rapidinho um um resumo da sua vida que vai entrar no vídeo. hum, O que que a gente pede para você falar de novo, tá? Seu nome completo, cidade e local do seu nascimento e um pouquinho do que você faz. Bem resumidamente, que a gente vai colocar isso na no início do vídeo. Pode pensar um pouquinho, <laughs> formula e vai entrar.

Tudo bem. Eh vocês Só só só só me permite eu fa eu eu eu eu citar trê eh três personagens aqui que eu estou com ele em mente, uhum, né que não tem nada a ver comigo né, mas tem a ver com o que a maioria deve ter visto falar. E eu não sei se tem mais, porque é tanta coisa que eu podia selecionar aqui. Ah, tem mais um aqui, eu já ia esquecendo, ó quatro. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Acho que só isso aí já é o bastante já. Bom, <coughs> eu quero fazer aqui uma pequena lem lembrete né, uma pequena homenagem né, rapidinho, antes de eu falar isso aí. né Em rede nacional... Museu da Pessoa, eu presto uma homenagem a quatro personagens interessante né. É Esse ano, acho que a maioria não lembra, faz cinquenta anos do filme Ben-Hur né, de Charlton Heston né. Viu O filme foi vencedor de onze E o interessante é que esse filme, há dez anos atrás, foi lembrado pelo pelo pela pelo programa Video Show, né? Pelo Video Show. Eles fizeram até uma comemoração pelos quarenta anos desse filme, né? Ben-hur, né? O saudoso e finado re morreu recentemente, né? Charlton Heston, né? Então Então, esse ano faz comple comemorou seus cinquenta anos desse filme, né? Filme muito bom, né? Charlton Heston E, enfim, cinquenta anos, Charlton Heston, Ben-Hur, os quarenta anos em que o homem foi à Lua. Quarenta anos. E por fim, eh se vocês puderem me ver né, eu também quero preparar aí né, O curioso é que há trinta há dez anos ah há dez anos atrás eu também queria fazer eh uma entrevista né, participar de um programa para comemorar os trinta anos junto com a tê vê Cultura, né? Mas eu não fui aceito, né? Não fui aceito, certo? Pelo fato de eu não ter assim uma atividade mais elevada, né?

Então eu não fui aceito, né? Aí eu acabei falando na minha rádio mesmo, né? Mas falei outras coisas. A tê vê Cultura fez uma grande comemoração tudo né pelos seus trinta anos. viu Eu me lembro muito que foi marcante. né me lembrou o o Vila Sésamo e entre outros. né Foi muito bacana né trinta. anos, lembrou. E certo Foi melhor que a de em dois mil e quatro, quando fez trinta e cinco. Apesar que eu não entendi o porquê que a cultura... Comemorou quarenta anos há dois anos atrás. Não entendi.

Bom, o fato é que esse ano comemora os quarenta anos. Parabéns pelos seus quarenta anos, né? tê vê Cultura, né?

E os quarenta anos do Jornal Nacional né. Os quarenta anos do Jornal Nacional. anos, bom, ainda está novo, ainda, né? Eu não estou com quarenta anos ainda, né? Não estou com quarenta anos. Mas eu espero, mas espero um dia eu chegar lá, né? Querendo ou não, vou chegar lá né. Estou com um pouquinho de medo de chegar aos quarenta anos, porque já vou envelhecer um pouquinho, né? Assim como chegou a a cultura e o Jornal Nacional, né? Mas é um momento que passa na vida da gente que fica marcado, né? Porque esses dois é assunto, né? A cultura também, meus parabéns pelos quarenta anos, né? De existência. Também quero chegar lá aos quarenta anos, assim como eu cheguei aos trinta

que quando eu falei quando eu comemorei meus vinte e cinco, eu falei que eu tinha medo de chegar aos trinta né, e de fato cheguei. E parabéns, e parabéns a todos vocês aqui da equipe técnica de produção aqui da do Museu da Pessoa. Parabéns <coughs> viu. E o que mais é para falar?
Seu nome completo, cidade e local de nascimento e a sua atividade atual. e a Cidade e a data de nascimento. <sighs> Bom

Aqui do museu, né? E sou nascido eh no dia...

Atualmente eu estou trabalhando né, trabalho como produtor de filmagem assim, de filmes, entrevistas, tudo né, na minha rádio né, que eu ouço e produzo todo dia.

Quando me apareceu a primeira vez, eu tinha anos depois, eu tin eu tenho trinta e sete né. Se tudo correr bem, espero que essa gravação dure uns mais vinte vinte anos, né? E que não seja da... está certo que daqui até lá eu já eu eu estou com um pouquinho já de branquinho aqui, né? Nas costeletas aqui, né? Se caso eu ficar mais feio, ou mais velho né, mais velho e mais gordo né, certo, que essas imagens aqui não sirvam de uma coisa velha e antiga, mas de um momento bom, feliz e descontrativo.

É, bom, vocês estão de parabéns, né? Você nota dez, nota cem, certo? Tiro o chapéu para vocês, né? viu E vocês têm tudo a ver comigo também, né? Você, eh em termos de de fazer história, arquivar, né? A história das pessoas, né?

Que vocês sejam como eh as emissoras, né? esteja ali um mundo de arquivos, de pessoas. Que os anos se passem e vocês nunca venha eh, como é que diz, desprezar né os seus acervos que vocês fizeram né no passado e ainda faz né. Que mantenha sempre vivo né. Para amanhã ou depois... Se caso vocês convidar a pessoa para ó... Você lembra tudo des dessa entrevista, tudo. falar assim Ah, meu irmão, eu ali como eu era novo, rapaz. Eu como eu era jovem ali naquela época. Eita nossa, vocês têm até hoje... Eh eh esse vídeo tem quanto tempo?

Caramba, quanto tempo? Trinta e três anos? Eita trinta e três anos, hein? anos tem essa esse vídeo aí, hein? Caramba, olha como era novo, hein? E hoje eu estou velho, hein? Setenta anos, setenta e dois anos, hein? E isso aí é do arco da velha, trinta e seis anos. E está eu ali falando tudo ali, hein? eh vocês são bem conservadores, viu? Porque eu falo assim porque é aquele negócio, né? Eh Eu vejo imagens da televisão aí, ó, do arco da véia.

Certo? Viu Do arco da véia. E eu e aquilo, para mim, eu fico fascinado com aquilo, né? Acho aquilo ali interessantíssimo. Pense assim, caramba, hein? E eu aí tenho tanta foto velha e tudo, que pena que eu no momento eu não tenho, né? Mas que eu que é que é que negócio, né? O futuro vem, né? As coisas muda, as cabeças muda, as maneiras de pensar muda, tudo, né? Mas quanto mais ter uma lembrança em movimento né, melhor ainda.
Obrigada.
<laughs> Eu agradeço a equipe técnica de produção. E se quiser me chamar mais para dar entrevista, pode me chamar. E se... eh Como é que diz? Se eu quiser vir uma hora aqui né, que vocês né tenham... A bondade de me receber, né? Volto a repetir.